Eu nasci em Porto Alegre no dia dez de junho de
mil novecentos e setenta e oito. Em Porto Alegre você vivia com quem?
Eu nasci em casa mesmo e com os meus pais, né. Vivi com com a minha mãe até os quinze anos.
Você conheceu seus avós?

de parte de pai?
Sim, conheci ambos. E tanto... Os avós, os dois tiveram tiveram várias famílias, acho que era meio comum naquela naquela geração assim. Tinha um, a a minhas avós se tornaram mulheres assim, ah, pensionistas assim, né, recebendo não trabalhavam, tal, e amargas, amadas, e meus avós tendo várias mulheres e vários filhos. e tal, uma loucura
Mas você conviveu com eles, <laughs> de frequentar a casa deles? Sim, mas na verdade o...
o os né, os avós masculinos morreram quando eu era pequena ainda. Um morreu quando eu tinha cinco anos e o outro quando eu tinha oito. Então eu conheci pouco assim. E os dois eram bem, assim, junkies, assim, fumavam muito, bebiam muito, usavam muitas drogas e tal. Morreram meio que por causa disso, né. E daí as avós ficaram. <laughs> E com essas avós você tinha uma relação mais próxima? Tinha, sim. É, é da Mais ou menos.
mais ou menos. Você tem alguma lembrança da relação com ela de infância? Tem, com a
avó materna ela me ensinou a a fazer tricô, crochê, a gostar dessas coisas de Ela se vestia muito bem, era muito elegante, né. Mas era super vaidosa, sabe? Demais. Então, ela não gostava muito de criança. Estragando as coisas dela. Eu gostava de comer os batons, ela ficava louca. <laughs> Então... <laughs> É acabava não indo muito na casa dela por causa disso.
né. E a casa dela, você comentou, era era uma pensão, ela ela trabalhava na E a casa dela era na pensão ou não? Não, não vivia, isso é uma
É um acho que é um termo mais usado no Rio Grande do Sul. Pensão é tipo... O marido paga uma pensão, sabe? Ah tá Para a mulher viver e tal. E dai a mulher não trabalha. Deveriam trabalhar que ia ficar melhor a vida delas. Moravam juntos? Sim, mas depois, ãh separaram. Daí aquela coisa, né? Toda vez que eu ia na casa da avó, eu só ficava falando mal do avô o tempo todo. Isso é uma coisa muito chata, assim.
<laughs> A casa que você via no Rio Grande do Sul você tem lembranças dessa casa, de como era
Eu morei em uma casa até os seis anos, depois eu mudei. Nessa casa que eu morei até os seis anos, era bem nu numa mata, assim, era legal, era perto do do rio que tem lá, que é, é como o Tietê aqui, né? O é É o rio Guaíba lá, que é bem poluído tudo, coitado. Mas era legal, assim, a casa e tal, uma, tinha muito cachorro, aquela coisa com a natureza mesmo, uma ligação com a natureza. Depois eu mudei para um apartamento, daí a vida mudou completamente, né? Aí já não foi, não sei é diferente, não tem nem comparação.
Mas nessa casa, você tem alguma lembrança das brincadeiras? Você tinha vizinhos? Como era essa essa
Assim, esse essa minha primeira infância foi muito solitária, assim. Eu era bem social, tanto que foi bem difícil depois para me socializar com as crianças na escola. Não queria nem saber, não queria conversar, não queria interagir. E, e daí Depois ãh, depois eu fiz amigos. Eu geral, eu era muito amiga de meninos, daí A gente brincava na rua, tinha umas brincadeiras Tinha uma que se chamava Meia Lua, que que fica que era de correr e parar. Tinha umas brincadeiras de estátua. Eu eu, gostava muito de brincar na rua, jogar futebol, subir em árvore. Não gostava de brincar de boneca. Detestava. Enfim, é isso mais ou menos o que eu, o que eu lembro, assim. Porque eu comecei a brincar com outras crianças. Sozinha, ficava viajando, né? Brincava com os cachorros, né? <laughs> Os cachorros viravam gente, aquela coisa.
Na sua casa, no cotidiano, seus pais trabalha
Assim, meus pais, eles eram hippies, bem hipongas mesmo. Eles faziam artesanato em couro. Então, sapato, bolsa, aquelas coisas. E isso punham em feira. Então, eu ia bastante com eles. Isso foi até os meus sete anos. E daí a família começou a pressionar e tal, que aquilo era muito instável. E eles começaram... Daí tiveram outro filho, né. Quando eu tinha quatro anos, nasceu um dos meus E eles tinham uma vida muito doida, eram nudistas, lá naturistas, e relacionamento aberto e tal, e a família de cabelo em pé e tal, aquela coisa. Daí meu pai fez um concurso público, passou para o bê ene agá , que é extinto, hoje em dia não existe mais. Daí a vida Daí que a vida mudou, que a gente morava em um apartamento e tal. Daí meu pai mudou completamente de estilo, completamente, e a minha mãe não trabalhou mais a partir dessa época, assim né. E Bom, meu pai virou um bancário e se viciou em cocaína e ficou uma pessoa bem difícil.
enfim. <laughs> Dessa infância ainda, tipo, desse período em que eles trabalhavam com artesanato, como era a sua relação com sua mãe, com eles ainda?
Era muito, é é, era uma vida muito doida, né, eu eu não entendia direito tudo aquilo, assim, achava complicado, porque um dia eu acordava, estava meu pai dormindo na sala com uma outra mulher abraçada, daí, eu, que isso? Daí a minha mãe estava lá chorando um canto, depois eles ficavam bem, e eu ficava muito confusa com a vida deles. Porque era diferente a vida da... Eu ia em outras casas, às vezes, via a vida das outras famílias e não tinha nada a ver com a minha. Não estou entendendo <laughs> o que está acontecendo. E também eu não Eles me, não deixavam eu comer carne, nem tomar refrigerante, não deixavam eu comer açúcar. Só que não me explicavam o Eu ficava revoltada, né. Ia para a casa da avó e mandava a ver. Comia tudo, né. Não dizia nada. só escondia <laughs> Era meio assim. É isso que eu lembro da primeira infância com eles, que nada era muito explicado, eu não entendia, só que me pareciam algumas coisas erradas, assim. Que eu via um certo sofrimento, que eles tinham uma vida muito louca e e ao mesmo tempo eles não bancavam aquela vida, sabe? Eu não entendia direito porque era muito pequena, né, mas sacava aquela sensibilidade infantil, assim.
Quando o seu irmão nasceu, muda um pouco a sua relação ou?
Mudou, é Eu fiquei morrendo de ciúme. <laughs> Detestava ele, coitado. <laughs> Porque eu estava lá sozinha, eu, a Marta, os cães, né. estava lá. parecia aquela criança para encher o saco, assim, né? chorava, né. Aquela coisa. Daí eu meio que reneguei ele, depois que eu fui ficar amiga dele, mas para Depois de muito muitos anos, né? Porque eu não quero saber desse menino.
chato. Você falou bastante dos cães, dessa relação com a natureza, que que era o ? jeito. Era um lugar que, pelo visto, você tinha um certo apego.
Ah, eu gostava muito.
Tem algum lugar marcante, alguma coisa, mesmo dos cães, dessa natureza, que você algum lugar que você Não sei, algum lugar marcante dessa desse lugar onde você ficava?
Tinha um jardim, assim, que era um jardim enorme, que eu ficava muito lá. Adorava, assim. E também tinha uma lareira, porque o Rio Grande do Sul é frio para caramba no inverno, né? Só no inverno. Verão é horrível. E E tinha uma lareira. Adorava ficar na frente da lareira também. Que era eram os lugares que eu mais gostava de de estar, assim. Eram esses.
E você falou que depois vocês mudaram para o apartamento e as coisas mudaram muito. Que que foram essas?
O apartamento era muito pequeno, né e Lá era um lugar enorme, era super amplo. De repente tinha um lugar pequeno. Não sei, foi muito contundente a mudança. E E como meus pais mudaram muito também de atitude, de vida, de tudo, Ficou complicado, porque daí nasceram mais dois irmãos, né. E um dos irmãos era filho do amigo do meu pai, daí, uma coisa assim de outro planeta. Não sei, a gente ficava muito solto pela rua, a gente podia ficar de madrugada na rua e tal. E daí a gente ficou muito exposto, né? Daí eu sofri diversos abusos sexuais, meus irmãos também. E a vida foi ficando muito dura, muito ruim. E meus pais não estavam nem aí, A minha mãe entrou em uma onda lá de... Não sei, entrou no planeta dela. Ela e meu pai se abusavam bastante de drogas. Aí minha mãe tomou muito ele esse dê e ficou meio... É um tipo de esquizofrenia que ela teve. Na verdade, ela abstraiu que ela tinha filha, abstraiu tudo, aí ficou E meu pai entrou também numa coisa de fazer balada, não queria nem saber, não voltava mais para casa. E a gente ficou lá, assim, a a meio à derivas. assim, né. Daí aconteceram diversas coisas muito ruins. A vizinhança era... É um povo assim, com má fé, eu diria. Não sei, uma vizinhança especial assim, nesse aspecto, né. E bom, foi essa hm a as, daí mudou demais, né, ficou muito Para mim, naquela época, parecia um inferno, né. Detestava a escola, achava os colegas um saco assim. de Era um, ah não sei, era um, criança muito diferente de mim, elas não tinham nada a ver comigo. Daí eu estava infeliz na minha casa, desamparada demais e tal. E as minhas avós eram chatas e não gostavam, elas não gostavam de de ter netos. Eram avós meio complicadas, diferentes assim né. Então, era muito, foi muito soli muita muita solidão, muita coisa. E eu era a mais velha, daí eu cuidava dos outros. Foi pesado. Então, não não não lembro assim com muito carinho dessa época, na verdade.
Mesmo a rotina de a rotina do seu dia a dia era ir para a escola e voltar para casa, como que
É, eu voltava para casa. Daí, tinha... Daí eu que fazia comida, tudo. Depois... Daí ia para rua, brincava e tal. E eu estudava por conta minha mesmo, porque eu sabia de alguma forma que se eu não estudasse, porque ninguém me cobrava, né? Ninguém mandava ir para a escola. Se eu não fosse, isso ia ser muito ruim para mim. Em alguma em algum momento. Então eu ia. cobrava dos meus irmãos isso também. Acho que a única coisa que meu pai fazia era inscrever a gente na escola, né. Só. E pagava lá plano de saúde e tal. Acho que já tinha, até, porque era bancário. O bancário já vem embutido, essas coisas de filho e tal. né, e deixa eu ver outra coisa da rotina Eu ficava acordada a madrugada inteira, ficava vendo filme, Corujão, não sei o quê. Ninguém me mandava dormir. Eu ficava dormindo na na escola, às Ficava dormindo de tarde, às vezes. ti eu tive uma infância muito livre, na verdade, né? Fazia o que eu bem entendia. Mas, ainda assim, no no no apartamento a situação conti você continua muito solitária, mesmo tendo os irmãos, mesmo... Era era solitário porque... Mais a solidão eu me sentia em relação mais aos pais, assim. Mas tinha muita criança no entorno, né? As crianças da vizinhança e os meus irmãos, né? Daí uma coisa que foi, da da na rotina que não foi legal, foi que meu pai, como ele começou a a cheirar muita cocaína, tipo, iam traficantes em casa, ficava rolando assim, todo mundo cheirando, e eu ficava perguntando, o que que é isso, né? Eu também quero, né? Eu era criança. <laughs> Não, isso é remédio para o nariz para adulto. Daí, eu ãh? não, mas eu quero, não quero saber e tal. E... Bom... Daí meu pai se tornou muito violento, né? Às vezes ele chegava em casa, da balada, muito louco. E eu me lembro, uma vez eu tava dormindo, ele me tirou do ca pelo cabelo da cama e começou a me bater. Sem nenhum motivo. Daí eu come comecei a me tornar muito rebelde, assim, porque, bom, estou apanhando sem motivo, estou sendo maltratada, o meu pai é um louco, um um agressivo, eu então... Também, vou eu vou fazer por onde, então? Comecei a me tornar uma capeta, infernal assim. E bom e daí a minha mãe também começou a ficar agressiva porque os dois começaram a se bater e virou uma violência só o negócio.
né. Quantos anos você tinha, mais ou menos, quando você
Quando começou essa essa fase mais violenta, eu tinha sete. E daí também, como os filhos acabam pegando a coisa dos pais, a gente também começou a toda a todos batendo, aquela coisa trash. É, nós éramos todos, assim, os bichos-mato, né? Não tinha muita instrução. A gente ficava lá, os pais doidões, não está nem aí e tal. Não tinha ninguém para falar alguma coisa, para pôr um pouco de paz ali naquela história. A gente apanhava muito, né? Então, sei lá, fomos bicho
as do bairro eram fáceis de você conseguir ou eles te discriminavam pelo fato de seus pais serem daquele jeito?
Discriminavam bastante. Era bem chato. Era muita muita guerrinha, muita coisa. Daí tinha um Eu era dai eu me tornei muito briguenta, daí brigava muito. e tals. Voltava com os dentes quebrados, eu levava pedrada. Uma coisa assim treshona, gangues infantis. Uma coisa muito louca. Não era um bairro assim, ãh uma favela. Era um bairro de classe média, mas era uma criançada do inferno assim. Impressionante.
Mas, Rebelde, mesmo na escola, você também mudou, você continuou frequentando a escola, o que, o que muda quando você falou assim, agora não, não dá mais, eu tenho que reagir. É, bom
Essa fase assim bem conturbada tal, foi até o aos quatorze anos, mais ou menos, né. Na escola também era muito discriminada, porque eu era a única diferente e e era Por exemplo, eu não sabia fazer laço no tênis, eu andava com os cabelos cheios de dread, de nó, porque eu não sabia pentear o cabelo, eu não sabia escovar o dente, eu não sabia essas coisas, ninguém me ensinou. Daí eu fui aprendendo meio na casa da da família dos amigos, assim. Então era super discriminada, era muito quieta e não interagia daí a criançada, né? Não perdoa Eu só comecei a ser respeitada deixa eu ver quando eu tinha nove anos, porque eu comecei a quebrar a cara das pessoas que estava me incomodando. Eu ia lá e quebrava a cara. <laughs> E daí, nossa, era agressiva. Daí começou a haver mais respeito. Mas os meus amigos na escola, por exemplo, eram sempre os os rejeitados. Aquela pessoa que repetia de ano, que estava lá cinco anos fazendo a mesma série. Ou então a pessoa que tinha piolho e ninguém queria chegar perto. Daí tinham poucos negros na escola. Eu era amiga dos negros. Eu gostava das pessoas rejeitadas porque elas eram as mais interessantes que tinham. As outras eram chatíssimas para mim, né.

Tem tem pessoas dos quais você tem lembranças de amigos marcantes? Sim
Sim, eu tive bons amigos, assim, queridos, né. Mas eram era um, dois assim. Mas era bacana. Sempre tem, né um amiguinho. Que você comentou agora, de até que você aprendeu algumas coisas de ter que ir na casa da família, de amigos... Sim, foi desses amigos, que daí eu tive mais uma noção de família mesmo, né? Que daí meio que eu era adotada pelas famílias dos amigos, né? Daí eles cuidavam, daí eu comecei a aprender certas coisas que na minha casa eu não aprendia.
né. Você contava para eles o que acontecia dentro da sua casa? Eles
Contava. o que eles faziam para por você. Ah, eu em geral, as vezes eu fugia da minha casa, ficava um tempão na casa do dos amigos. Porque quando estava muito tenso assim, não dava para ficar. Hoje, pensando assim como adulta né, que eu sou, que devia ser bem ruim né, para para uma pessoa ficar ouvindo aquilo de uma criança e não poder... Sente meio ah eh impotente né. O que eu vou fazer? né. Me meter? Vou chamar a polícia? Vou Ninguém nunca fez isso. Alguns casos seriam para chamar a polícia, assim, porque a minha mãe tentou me matar uma vez, que ela estava surtada, me pegou pelo pescoço e começou a me a me enforcar, a me sei lá como é que chama, degolar, enforcar, sei lá. Degolar é outra coisa. Daí... Enfim, tiveram momentos muito tensos, com muita violência mesmo, né? E... Seus irmãos? Não sei.
também saíam de
Também era tudo assim, uma coisa... salve-se quem puder, né? E Só que era nossa realidade. Para gente não era tão estranho, porque a gente meio que acostumou, né? Mas eu eu penso que se eu visse uma situação dessa acontecendo, eu faria alguma coisa. assim, com alguém próximo de mim, e tal né, fazendo isso com o filho, não ia ficar observando e não fazer nada. Mas é muito delicado também, difícil se meter na vida dos outros.
Não. Nada nunca ninguém fez nada, não nem seus avós também?
Não. Eu pedi várias vezes, né? Cheguei na casa da de uma avó, de outra, de uma tia, aí, deixa a gente morar aqui porque não dá, não dá para morar com o meu pai e com a minha mãe, eles são loucos, é um horror, é um inferno. Daí ah, uma das minhas avós disse assim, não, eu já estou muito velha para ter criança na minha casa, esse carma é teu, se vira. Eu tinha oito anos, que foi quando nasceu o meu terceiro irmão, né, que ele tem oito né, oito anos de diferença de mim. E daí, nossa, foi muito difícil, assim, porque a minha mãe rejeitou ele. A gravidez inteira, ela não, eu não estou grávida. Com a barriga desse tamanho, ganhava presente para roupa de bebê punha no lixo, assim. Ela, não, eu não estou grávida, isso não está acontecendo. E quando ele nasceu, assim, é é muito estranho isso, né? Que a mente faz umas coisas com as pessoas, né? Ela foi, tipo, fazer xixi no meio da noite, e saiu o filho. Ela não sentiu nada. Ele bateu a cabeça no vaso, foi uma coisa, assim, <laughs> muito louca. E eu lembro que acordei no meio da noite estava, já tinha um bebê lá, aquela loucura, e ela não quis saber dele, e quem cuidou ele, assim, Ele pequenininho fui eu. Na verdade, eu sei disso, mas eu não me lembro. Meio que eu apaguei isso na minha cabeça, né?
E, bom, o que mais? Isso daí você falou que até aos <laughs> quatorze anos foi esse cotidiano mais difícil
Foi. É quando eu tinha doze anos, meu pai morreu. De overdose. Dentro de casa. Estavam só nós, os filhos, dentro de casa. Foi uma coisa bem horrorosa. Logo depois, o meu tio, que era que eu considerava meu amigo, assim, que era meu tio divertido e tal, tentou me estuprar, que foi outra coisa que acabou com a minha cabeça. Foi uma semana depois, assim. E a minha mãe ficou mais louca ainda do que ela já era. Ela ficou violentíssima. Daí ela só, daí ela começou a me bater muito, a gente começou a brigar muito e ela só parou com isso no dia que eu quase matei ela, daí eu revidei, porque eu não revidava, eu deixava ela me bater , não, não tinha coragem, tinha essa coisa católica, ela é minha mãe, eu não posso revidar. Daí eu já, com quatorze anos, estava grandinha já E simplesmente veio uma uma coisa, como uma uma... Não sei, deu um preto assim, um blackout Quando eu acordei daquela daquela insanidade, eu estava matando ela Meus irmãos me tiraram em cima dela, foi uma loucura. Daí nunca mais, né? Às vezes eu acho triste essa coisa do respeito ser imposto por violência, assim Mas às vezes é necessário. E daí a relação mudou, minha e dela Daí acho que também ela meio que acordou um pouco, mas muito logo eu saí de casa, com quinze anos eu saí de casa já, né. Fui morar com amigas, daí começou a minha vida de aventuras, de morar em toda parte e tal, e viajar, e pegar carona. Assim, porque fiquei muito sem medo das coisas, sabe? Porque é o pior do que já aconteceu. Não vai acontecer mais. <laughs> Não Não tem como.
Até as quatorze você só estudava, você também não trabalhava, você não tinha... Não.
Mas com quinze anos comecei a trabalhar. Daí trabalhei com tudo que foi coisa também.

Em Porto Alegre. Eu saí mesmo de Porto Alegre com vinte e sete anos, né. Porque foi
quando eu vim para cá. Uhum. E com quando você saiu da sua casa, como que você saiu? Você falou, mãe, tchau, estou indo? É
foi em uma discussão e tal, e eu tinha umas amigas que eram praticamente a minha família. que eram irmãs, eram três irmãs. E e e eu fui morar com elas. Depois morei com o namorado, depois morei com outras amigas, depois morei com outro namorado. <laughs> Aí ia indo
Essas três amigas, elas moravam sozinhas já também, elas
elas eram do interior do estado e elas também meio que fugiram porque na cidade delas é uma cidade bem rural e não tinha Ela não tinha como continuar os estudos depois de um certo tempo. lá as mulheres, o destino de todas as mulheres era casar com o cara e ser mãe e dona de casa. E elas não, não queremos isso. Elas foram para estudar para Porto Alegre e e e todas foram trabalhar primeiramente como empregada doméstica né, para poder morar no trabalho. E eram todas bem novinhas. Daí na época que eu fui morar com elas, elas já né, faziam um estágio, já estava em outra em outro outro momento, né? Elas eram mais velhas? Já um pouco mais velhas que eu. E elas eram muito guerreiras, assim, né? É bem legal. Aprendi bastante com elas também, com a família delas, né? Que é um povo que... Na na na história rural, lá, por exemplo, ele eles perderam a casa várias vezes por causa de vento naval, porque tem uns ventos muito fortes lá. E E destruía. Eles tiveram a casa destruída, tipo, três vezes. E era uma família enorme Ficavam sem casa. ti, eles mesmos tinham que construir com as próprias mãos, novamente, a casa. Então, pessoas muito fortes, né? Elas trabalharam na lida rural desde pequenininhas, tinham as mãos bem calejadas, assim de, não tiveram boneca, sabe? Foi uma uma vida bem louca
Você conheceu elas?
Quando eu conheci com treze . anos, elas. como que você você conheceu Na escola?
Na escola? É. E como que foi quando vocês se se conheceram. Como que foi isso?
Eu conheci uma delas e não, foi uma empatia assim, de primeira, né. Depois conheci o resto da família também, gostei de todo mundo, todo mundo gostou de mim. Foi indo Somos amigos até hoje, todas.
E aí depois da briga, elas te ofereceram abrigo ou você
Sim, ofereceram.
Foi a primeira vez que alguém deu para você ficar na casa?
Sim. Ah, foi bem legal.
né. E para, você foi lá para a casa delas?
Foi para a casa delas, que era alugada né, era um apartamento alugado, e a gente ficou dividindo lá, até que eu arrumei um namorado e fui morar com ele, depois de um tempo
Mas, antes disso, você teve o seu primeiro emprego, o primeiro trabalho que você comentou. Como que foi isso assim? Eu

Eu trabalhava com pesquisas, trabalhava com panfletagem, daí trabalhei em um supermercado, depois trabalhei em uma padaria. da e fui sempre tendo esses trabalhos temporários assim, né, enquanto estudava também. O primeiro trabalho que eu fiquei mais tempo foi em uma balada, e eu trabalho em balada até hoje. <laughs> Né também, enquanto tenho outro. Eu sempre tive muitos trabalhos assim, eu sempre, não sei se tem Eu acredito né, em signos, eu sou geminiana, e diz que geminiana é meio assim, que tem tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e tal. E eu sou assim. A verdade foi bem tenso, assim. <laughs> Porque ele era muito mais velho que eu, tinha dezessete anos, ele tinha trinta e dois. E Ele era, já tinha um filho, já tinha sido casado há um tempão. Ele morava com família, morava com irmãos dele. Era muito diferente de mim em tudo que pode você pode imaginar que possa ser uma pessoa diferente da outra. E a gente brigava demais assim. Eu era toda sequelada assim, nessa nessa coisa da sexualidade. Isso até foi uma coisa, um ponto para ele, porque ele foi muito paciente comigo. Teve uma paciência assim, que eu eu chorava, surtava. Tinha muita muita dificuldade mesmo. E nós ficamos três anos juntos, né? E depois... Acabou tragicamente. <laughs> E daí eu fui morar com outra amiga, né? Também que morava com a com os avós dela, mas eles eram
Mas nesses três anos que você ficou com ele, você continuou trabalhando e ainda concluiu os estudos também. Sim.

E nessa fase que eu estava com ele, daí já também entrei na faculdade. que eu não, eu fiz um semestre e e não quis mais, porque porque eu não estava dando conta de trabalhar, e e a faculdade era particular, porque eu não tinha saco de estudar para a Federal, a Federal era difícil, e daí eu não quis assim, né. Daí a a minha avó ofereceu de pagar os estudos, mas ela me cobrava muito, daí ela dizia É uma louca e e não vai... Esse dinheiro tu não está, não está pagando na faculdade, está comprando drogas. Ela surtava. Deu não, mas está aqui o comprovante, ela não é, você é uma picareta, forjou. Daí eu disse, ah, vó, então tá, esquece, eu não vou mais fazer nada, acabou, vou trabalhar, não preciso do teu dinheiro, vai para o inferno. E desde essa época eu não falo essa avó. Saí nunca mais. né. E eu... A avó é a mãe do seu pai ou da sua mãe? Mãe do meu pai. Ela é uma pessoa muito... não sei. Não gosto dela.
Você você tinha ainda contato com a sua avó até essa idade? E contato com a sua mãe, com seus irmãos? Você rompeu de vez? Não
não rompi. Mas toda vez que eu tentava me aproximar era uma coisa... uma briga, uma coisa... Meus irmãos, eu me dou bem com eles. Nós somos amigos, assim, nós temos uma... uma ligação boa, mas ao mesmo tempo a gente fica muito desligado, assim. A gente se fala... Raramente, mas quando se vê, é legal. E quem se importa mesmo de ir até ele sou eu. Eu que vou lá e visito. Porque ninguém vem aqui para São Paulo e tal, né? Mas eu entendo. É, eles moram, mora
todo mundo lá. Fora você, ninguém saiu de casa naquela época ainda, os outros eram bem mais novos que você também. Sim, não
o... Um

um outro irmão que eu tenho saiu de casa bem cedo. Ele saiu com dezessete. E ele também foi trabalhar já, foi trabalhar de pedreiro, conheceu uma menina que era uns quatro anos mais velha que ele, que já estava grávida de outro cara. Ele assumiu o filho, casou com ela. Ele estava querendo muito ter uma família né, urgente. E depois ele prestou um concurso, se tornou carteiro, daí ficou um tempo como carteiro, daí prestou um outro concurso. E agora ele é oficial de justiça, mas separou dessa outra menina. E agora ele é casado com uma mulher que é vinte anos mais velha que ele. E e ele também tem uma banda cover do Elvis. E ele é o Elvis. <laughs> É engraçado. É a loucura dele, né? Porque ele é muito certinho, é muito assim, todo sério. Mas

parte que ele dá uma pirada. É
Deixa eu anotar então. Você ficou com esse namorado três anos, agora você só estava trabalhando, e você falou um pouco que Você falou que trabalhava em baladas assim. Foi o primeiro trabalho que você... É, o trabalho, assim... O que foi isso, né que você foi parada

eu fui em uma balada. Gostei muito da balada. Eu quero trabalhar aqui. O cara está bom. Amanhã pode vir.

Fui assim. <laughs> foi bem Eu trabalhava como garçonete. Tinha uma parte que era da da pista de dança e tinha um bar. Era muito louco o lugar. chamava Elo perdido. Era todo retrô assim, cheio de coisa colada. Tinha umas paredes de, que era meio de pelúcia rosa. Era um negócio muito doidão. <laughs> Era legal. E, essa época, eu era careca. Era toda assim, meio punk assim. Era legal. Eu tinha a ver com a com o lugar. Daí eu fiquei também, acho que dois anos e meio, três, mais ou menos, trabalhando nesse lugar.
Você falou agora de de punk e tudo mais. Quando que você se descobriu assim um o estilo para você assim, uma forma você que decidiu ou foi suas amizades que te
mais ou menos essa época que eu que eu mudei, assim, de... que eu tinha um cabelão meio de crente, assim, enorme e tal, era toda meio menininha, assim, depois eu fui ficando mais revoltada e a coisa foi mudando. <laughs> É careca, e, né, e um monte de piercing, as tatuagens, aí começou, né? E eu comecei a adorar isso <laughs>
E você ficou três anos namorando, trabalhando na balada, depois você ficou muito tempo trabalhando na balada, ou você também. Ah
Nessa balada foi esse tempo, depois eu, nossa, não quero mais saber de balada, chega. Daí eu arrumei um trabalho em uma cooperativa ecológica, porque eu sou vegetariana e tal, e nessa época eu não bebia, porque foi tanta droga na minha vida que não fui eu que usei que eu não quis nem saber. né. Apesar da balada, era bastante, mas eu não, assim, não usava nada e tal, e mas era já louco o suficiente, assim, naturalmente. Daí fui trabalhar nessa cooperativa ecológica e também comecei a trabalhar com pintura. Daí Fui em um ateliê ser aprendiz e tal, e trabalhava com uma pessoa que pintava e reformava móveis, reciclava móveis. Daí comecei a entrar nesse mundo. Daí trabalhei em ferragem, em loja de de pintura predial, também com decoração. Eu fui trabalhando com tudo que era coisa, em salão de cabaleireiro. Assim, eu tinha vários trabalhos, às vezes estudava de manhã, de tarde e à noite também. Daí me tornei espírita, ia no centro espírita fazer trabalho voluntário, ia em favelas e tal, dava aula de desenho para as crianças e dava, ah, sei lá, ia fazer sopa, tinha a sopa do pobre, daí vários vários dias da semana ia lá, ajudava a fazer a sopa e tal, enfim. E daí eu conheci um outro cara, que também era bem mais velho que eu, nessa fase que eu estava mais zen assim, querendo o bem do mundo, queria fazer trabalhos sociais e tal. Conheci tinha dois filhos, que eram grandes também. Daí fiquei três anos. Três anos é meio uma uma uma um número assim, né. É Fiquei três anos com ele. E só que ele entrou em uma depressão. Foi uma história meio pesada, porque uma fase era meio eu que pagava as contas todas e pagava a pensão dos filhos, porque ele não conseguia trabalhar e tal. Foi meio pesado. Foi difícil. Depois dessa relação, nunca mais tive uma relação séria com alguém. <laughs> Criei um trauma. <laughs> É, porque foi pesado. Mas foi muito bom. Também aprendi horrores de coisas.
né. Você tinha quantos anos quando você conheceu
Ele tinha vinte um. Vinte um? Daí essa relação durou até uns vinte quatro anos. Daí, nessa época, eu daí eu cansei da vida social, do querer fazer o bem para os outros. Eu vou é cuidar de mim, vou ser egoísta. Acabou isso aí. Daí eu voltei a trabalhar à noite.

Daí, nessa época, eu eu pintava minhas roupas e tal. Daí começou o povo que ia no bar a se interessar pelas roupas. Daí eu comecei a pintar roupas e vender para essas pessoas e comecei a participar de eventos. Daí começou a acontecer um monte de coisa diferente, assim. Daí rolaram desfiles e tal. Daí começou uma outra fase da vida, assim. Bem legal. Daí eu comecei a conhecer muita gente. Daí eu fiquei muito popular como, na verdade, Nunca fui, eu era muito assim meio... Comecei com essa história social de gostar das pessoas, mas não era, daí não me tornei muito popular. Conhecia todo mundo. Era uma coisa assim... Mudou muito a minha vida essa fase.
Você gostava de ser assim?
Por um tempo gostei bastante, depois não. Tudo uma hora fica chato. Nessa época, eu comecei a beber muito. Daí Comecei a fumar. Daí Comecei a fazer muita balada. Fiquei meio meio doidona, assim, demais, assim. Da da conta né. E também Mas como eu sou meio contra isso, uma hora meio que me deprimiu. Daí eu voltei para a minha... Mas foi mais de uns três anos para cá que eu me acalmei assim. Também vim para São Paulo, um monte de balada, um monte de gente nova. Daí eu também né, queria mais
fazer balada mesmo e não queria saber de nada. Você falou é... Vou voltar um pouquinho para a Como é que foi essa fase assim? Porquê... Você já já tinha um Você você comentou dos seus pais terem sido naturistas na infância, você não poder comer carne. uhum. Agora você opta por ser vegetariana, por ser espírita. É foi Como é, como é que você chegou até esse lugar? A gente ouviu de você, mas a gente não sabe como foi esse projeto né. Ah
vegetariana mesmo, tornei com quatorze anos porque eu conheci os Hare Krishna. Eu ia no nos templos lá deles e eu comecei a ler como é que os animais eram mortos e tal. Fiquei passada, assim. Se meus pais tivessem me contado aquilo, talvez eu estava legal. Nunca mais ia querer saber. Mas também, eu comecei a comer carne com seis anos, mais ou menos, e meu corpo sempre rejeitou. Vomitava muito quando eu Quando ia no churrasco, assim, passava mal. Mas comia, né? Daí quando eu vi como é que era, a coisa do matadouro e tal, eu... Nossa! Caraca, nunca mais. Não quero saber. E eu sou uma simpatizante dos Hare Krishna. Não tenho coragem de ser uma, mas... Mas eu simpatizo muito. Às vezes vou e tal. Daí, o espiritismo, essa minha avó que é, falou esse cara meteu, ela era espírita, né? E Eu também, muito pequena, eu frequentava o centro espírita e sempre também simpatizei muito aquela história de de gente lá fazendo coisa, recebendo espírito, achava aquilo uau, né? <laughs> Que loucura! <laughs> Adorava aquela coisa meio outra dimensão, né? O mundo dos mortos e e lia os livrinhos e tal, infantis, espíritas, tinha toda essa história aí. Daí, uma época, pô, meu, muita coisa ruim aconteceu, coisa do meu pai, e eu fiquei com... eu tinha muita raiva do meu pai, sabe? Ele morreu, eu continuava com raiva dele, e não... assim, não tinha muita paz, era muito rancor, tinha raiva de todo mundo, da minha mãe, do meu tio, de de ah, de todo mundo, né? Ah, tem que ter uma explicação essa história. Por quê? Porque simplesmente eu nasci, aconteceu isso tudo comigo, por quê? Eu queria entender, tinha que ter um motivo, nem que fosse um motivo surreal, não sei, espiritual, outras vidas, karma, tal. Eu comecei a ir no centro Espírita para meio que, para... Obter respostas. É, ou para me acalmar. para sentir um pouco mais de compaixão, a história do perdão, não sei o que. Porque catolicismo já nunca me interessou muito. Tentaram me levar para a igreja mas eu, fazer catequese, eu fugi, detestava, não fiz, não quis saber. E já o espiritismo eu sempre achei mais mais bacana assim, me interessou mais. Daí eu comecei a frequentar e tal, e e recebia passes. Daí comecei a fazer trabalhos junto com o povo todo lá. Me envolvi. Daí teve até uma época que foi muito interessante, que eu trabalhava em um restaurante muito chique na hora do almoço. Ãh Alguns dias da semana. E nos outros dias, na hora do almoço, eu ia servir a sopa do pobre para os mendigos. É Daí me dividia. Eu comecei a notar uma coisa muito interessante, que os mendigos né, os moradores de rua e as pessoas que tinham muita grana tinham um comportamento meio parecido assim. Eram muito arrogantes todos eles, quer dizer E isso foi uma coisa, foi uma lição também para mim, porque às vezes tu pensa, ah, estou fazendo um serviço social, estou sendo boa. E tipo, ser humano é muito, não sei, não sei. Não é porque o cara está morando na rua que ele é coitado, sabe? Que ele não tem lá o brio dele, a história dele e tal. E eles eram super mandões, exigentes, tratavam mal a gente, tinham até raiva da gente, porque... É, porque, sei lá, a gente tinha casa, comida, roupa lavada, e eles não, eles estavam na rua. E tinha muita coisa da a a lei da selva. Só tinham homens na sopa do pobre, nunca tinha criança e mulher. né. Já me questionei por que não tem criança e mulher nesse lugar. É porque eles ameaçavam, diziam, ó, vou vou quebrar tua cara, vou te matar aqui, é para eu comer, é só homem, lei da selva, lei do mais forte. né. Aí eu comecei a ficar com uma raiva deles. <laughs> Que o quê? Que que nada, que trabalho social, que nada. Daí tinha uma favela, que lá a gente não chama favela, chama vila, que era bem pesadona, a pedreira que chamava, que daí era um morrão, daí eu ia com umas enfermeiras, a gente tinha um grupo e a gente sempre ia dar aula sobre higiene para as crianças né. Criança já é mais bacana, criança sempre, por mais revoltada que seja tal, tem uma outra outra visão né, mais maleável, mais flexível. E nós íamos lá, a gente levava lanche e a aula sobre higiene era vamos desenhar o banho, o chuveiro, isso aqui é o sabonete e tal daí E era bem legal, só as crianças às vezes eram frio do caramba, não tinha sapato, tava tudo doente, cheio de piolho, tudo carente, vinha para o colo abraçando. E E era uma coisa que eu sofria, eu saía sempre muito mal. Um dia teve um tiroteio, quase acertaram o tiro em mim, daí eu não quis mais ir também. Fiquei apavorada assim. Eu já não tenho, eu não tenho ah condições assim emocionais de de aguentar isso, de ver isso. Eu ficava muito mal, porque ela sempre dava vontade de levar todas as crianças para casa, sabe? E ficar cuidando delas. assim.
e não dava assim né. Bem interessante que a gente não conhece em Porto Alegre, mas você andava pela cidade inteira. Você conhecia todos os lugares. É

Sim, todos os tipos. Porto Alegre é uma, é uma cidade assim ela muito plana, mas tem alguns morros. Não é que nem em São Paulo, tem muita ladeira aqui né. É diferente. E é muito muita árvore, muito verde e tudo. E tem uns lugares bem perigosos. Às vezes tem uma vila no meio de uns bairros mais ah... com uma infraestrutura boa e tal. Por exemplo, nesse nesse lugar que a gente ia dar essas aulas, era meio nonsense dar aula sobre banho, porque na maioria das casas não tinha banheiro. Não tinha chuveiro e as crianças não sabiam nem como era um chuveiro. O que que é chuveiro? O que que é torneira? Não tinha. Então, era muito louco assim. Então era, então tem essa discrepância também de um des desnivelamento social que tem no Brasil inteiro né. As pessoas pensam ah, ela é do Rio Grande do Sul tem uma melhor qualidade de vida e tal, todo mundo é é educado Não, isso não é verdade. É que é muito escondido. Quase ninguém sabe, nem quem mora lá sabe que tem uma realidade dessa. Gente que não tem banheiro, que não sabe o que é banheiro, que não tem rede de esgoto, que mora assim em uma condição desumana, horrorosa. assim, né. Meninas dezesseis anos com seis
sabe. As pessoas que moram lá elas não querem saber disto?
É que é é muito marginalizado, é complicado, sabe? Muita pobreza. Daí que que condição tem essa pessoa? A pessoa não estuda. ãh. Daí é um marginal, é uma pessoa... Vai vai ter pouca abertura né social para trabalhar, para não ser oque... Eu sempre gostei de de mexer nas minhas roupas. Eu não gostava de brincar de boneca, mas eu gostava de fazer roupa para as bonecas. Eu criava uns modelos, fazia desfile com as bonecas, cortava o cabelo delas, pintava e tal. E Sempre gostei de também ficar transformando as minhas cortava, criava umas coisas né. Sempre foi assim. E Quando eu comecei a mexer mais com tinta e tal, eu comecei a dar para pintar a roupa também. Daí que houve um interesse de outras pessoas, né? Que daí começou a rolar. O Foi um menino, na verdade, ele disse, ah, adorei essa camiseta, está muito legal, não sei o quê. Eu também faço umas camisetas, e eu vendo, eu quero comprar. Eu até fiquei assim, desconfiada. Não, não vou vender, não quero. Não, eu quero comprar, faz um preço, eu compro. Daí um dia ele foi participar de uma feira, ele faz um tanto que eu levo e vendo. E daí foi assim que começou né. Foi uma pessoa que me me incentivou assim, que me puxou.
E aí você fez essa primeira feira e depois começou a vender?
Começou a pintar um monte de encomenda e tal e foi andando a coisa né.
Você conseguiu viver de renda da venda de camiseta ou você sempre teve
Sempre tive outras coisas junto. Nunca foi só isso né.
Você não não não não se estabeleceu... Você você o que, você viveu várias vezes com várias pessoas, mas tinha uma fase que você morava sozinha?

Teve um um momento... Houve um momento que eu morei... Três anos de novo, sozinha. <laughs> Eu e gatas. Tinha duas gatas junto. Foi foi uma época interessante também, daí que, de muita criação. Comecei a a a juntar material da da rua, como gavetas, e comecei a fazer quadros nas gavetas, para fazer exposições. Ai começou, aconteceu um monte de coisa também nesse sentido da arte né. Comecei a me firmar mais como artista, mas sempre foi uma coisa assim, Eu fiz cursos da prefeitura assim, de desenho da figura humana, desenho básico, não sei o quê. E me despertou muito a coisa de de começar a pintar e tal, de de ver materiais. Mas foi muito do meu interesse mesmo né. E não fiz um curso de formação e tal, faculdade. Sempre foi uma busca minha.
assim. O que você desenhava? tenho uma vontade, tipo assim tinha um gosto, mas quando você desenhava, o que você desenhava? Era Era pessoal, era só para você, antes de ser comercial, como que era? Ah
A princípio era só para mim, mas como comecei a a fazer muito e as pessoas gostavam e começou a haver uma abertura, daí eu comecei a fazer umas exposições um pouco digamos, marginais, porque há margem. Fazer em bares, como eu trabalhava em bares né, ainda tinha uns bares bem... Porto Alegre tem uns bares bem bacanas, tem uns bares bem loucos ãh, bem tem muita cultura, passa filme, tem exposição, tem uma um um movimento cultural bom lá. Comecei a fazer muita exposição e as minhas camisetas daí também. Eu fazia varais nos lugares daí, fazia fotos, me juntava com outros artistas, a gente fazia umas histórias juntos. Era bacana.
E as suas artes eram para passar alguma mensagem sua?
Sempre teve assim a mensagem assim. No começo, eu pintava muito umas figuras sem rosto assim, com muito movimento. É que vai se transformando. Hoje em dia, já não é assim exatamente. Tem A base é a mesma. Porque é um desenho que, depois que fui olhar coisas mais antigas minhas, é um desenho que eu fazia quando era pequenininha. Ele ressurgiu depois, porque acho que quando a gente para alguma coisa, meio que para naquele ponto, quando vai retomar, Vai retomando o mesmo Então é uma coisa que eu sempre fiz E era um, tem uma figura o feminina muito forte assim, umas bonecas, umas dançarinas, gato, muito gato, sempre tem muito gato. Daí entrou um motivo, isso é mais recente, entrou umas ca entraram caveiras, e órgãos agora, intestino, coração. Entrei em uma fase mais revoltada e de mal com a vida, daí comecei a ficar meio ácida. Mas sempre teve, sim, O princípio era passar cor, movimento, alegria, coisa das das bonecas. Era era passar sempre uma uma boa, sei lá, uma boa vibração para as pessoas, uma boa ideia.
né. E você começou a fazer as exposições tudo e você resolveu ir para São Paulo em que momento disso tudo?
Se a vida estava super boa, tudo, mas eu eu E eu queria ir embora de Porto Alegre, porque Porto Alegre é é uma cidade muito... O povo é muito tradicional e bastante machista, bastante mesmo, muito chato. E eu sempre fui muito discriminada, tanto que eu me tornei assim, meio punk careca e tal, não me depilava. Daí a galera, nossa, a galera ia a loucura né, causava assim, né, socialmente e Daí eu achava, sei lá, eu a deve ter um lugar que seja mais legal de viver do que aqui. Daí, eu vim conhecer São Paulo porque vim vim visitar uma amiga que morava aqui, e eu, nossa, que loucura! Eu fiquei muito louca! (Êxtase) E gostei, assim, achei... me identifiquei, né? Não, eu vou dar um jeito de de morar em São Paulo Daí comecei um processo de me preparar mesmo, trabalhar bastante, guardar dinheiro, vender minhas coisas todas que eu tinha, entregar meu apartamento e tal, né? Só que daí nesse meio tempo surgiu um amigo, ele disse, ah é aí, ele está morando em Portugal, ó, tem casa e tem trabalho aqui em Portugal, em Lisboa, né? Daí eu fiquei em uma dúvida cruel, né? Porque Porque eu tinha gostado muito de São Paulo, mas Lisboa me pareceu, assim, uma aventura maior, né? Mais louca, assim. Daí, nesse meio tempo, o bar que eu trabalhava, eles tinham me demitido, sem mais nem menos. Eu estava processando eles, estava uma confusão na minha vida, assim. Daí, eles eram é é uruguaios. Eles são, ainda estão vivos, né? E E eles eram meio envolvidos com a galera meio da pesada, daí eles me ameaçaram de morte, eram umas viagens, assim. Foi muito louco essa... <laughs>
você ainda não foi para Portugal ou você? Eu fui, eu fui

cheguei lá, arrumei um trabalho, em um café. Daí, estava morando em um em um lugar, fui com uma amiga, que ela também foi na mesma pegada que eu, mas era ilegalidade e tal, né? Daí, aconteceu uma coisa muito louca. Não era para ficar lá mesmo, né? Daí, a gente foi em uma festa. E até estava o Alexandre Frota lá na festa, porque ele é idolatrado em Portugal. Eu não sei por quê.

E daí a festa está terrível, é uma festa do do capeta aquilo. Daí a gente foi embora. Nós só, nós começamos a caminhar no Rio Tejo, que é tudo muito ermo lá. Tem muita gente velha, eu não gostei muito de lá. E eles têm muito preconceito com brasileiro, com brasileira principalmente, porque a prostituição das brasileiras lá é é forte. Enfim, eles colonizaram o Brasil né tá. E eles não esquecem disso. Daí Bom, estávamos caminhando e lá o povo é machista para caramba também. Daí estava um carro acompanhando a gente, os caras incomodando. E como eu e ela muito brancas, de olho claro, a gente não parecia ser brasileira. Se não abrisse a boca, eles não iam saber. Só que chegou uma hora que eu me irritei e disse, vai embora, seu bosta! Sai daqui, inferno! Eram dois caras, portugueses mesmo. O cara é uma brasileira, é prostituta, vagabunda, veio já para cima para para me bater. Eu saí correndo, a minha amiga foi tentar me defender, o cara bateu nela. Eu comecei a tentar parar tudo, que era, pa pa só passavam carros, assim. Não tinha nada, nenhum lugar aberto, sabe? Não tinha nada. Acabou parando um busão, mas ela já estava no chão lá sangrando, tinha alguém me segurando no braço, me falando um monte de coisa, tipo um pesadelo assim. A gente entrou no busão, daí os caras vieram atrás de carro, a gente, seguiram o busão. Minha amiga chorando, eu em estado de choque, assim, cara, o que está acontecendo? Aí a gente Nós vimos uma uma padaria aberta, daí nós entramos, descemos do ônibus, entramos na padaria, eu chama a polícia, daí o cara não fez nada, assim, que era um um senhor português, assim, não quis saber. Daí uma senhora, ah, são brasileiras, tipo assim, sabe, não quiseram ajudar. E essa minha amiga, ela tem um visual ela ela tem um visual muito diferente do meu assim, ela é toda meio fatal assim, decotão, batom vermelho, sei lá, estavam pensando mesmo, sei lá, qualquer coisa. E os caras ficaram esperando um tempão antes de sair dessa padaria assim, foi muito louco, muito ruim. Depois que eles foram embora, nós fomos atrás da polícia. Daí entraram três policiais num carro, estávamos atrás deles, então... Lembra da placa? Não, não lembro da placa. Tinha Não não tinha como guardar uma placa naquela situação. Daí eles começaram para o lado oposto do que eu tinha dito e começaram a falar, nós não queremos brasileiro aqui, você tem que ir embora. estava andando na rua, essa hora por quê? né e tal. E o que mais? Daí nos largaram lá na no no no Quinto dos Infernos, tirando o maior sarro da nossa cara, né? E foram embora. Foi muito ruim isso, assim, né?
Você estava lá já fazia quanto tempo Nem um mês fazia. Nem um mês?
E isso se deu, foi bem na mesma época que teve, tem uma praia que se chama Carcavelos, e teve um um arrastão nessa praia. roubaram, todo mundo estava na praia, as bolsas e tal, e e daí eles atribuíram-se aos brasileiros, mas na verdade foram africanos, porque Lisboa se divide em em três partes da população, os portugueses, os africanos e os brasileiros. Os africanos e os brasileiros porque os os colonizados, né, e que são super maltratados, tratados com muito preconceito, mas eles estão lá dominando. Tem muito nordestino. Muito. assim. Tem uma rua lá só se escuta axé assim tudo muito

o boteco assim do axé <laughs> Na Europa toda tem. E E e e eles fizeram um movimento neonazista, fascista, para pegar os brazucas né, e bater, e começou a sumir um monte de brasileiro, e ser espancado na rua. Nossa, uma coisa assim. Em que ano foi isso você lembra? dois mil e cinco E E ninguém fica sabendo essas coisas. Só se vai até lá, um negócio super bloqueado, e isso acontece em vários outros países também. Eu achei tristíssimo assim. a pessoa, ah tem um amigo que foi morar na Europa, ô Disneylândia né. Não, não é. É difícil. Você não tem uma cidadania. Até com cidadania é complicado. É brasileiro de qualquer jeito. Tem um passaportinho brasileiro.
já, né. E aí, por causa disso tudo, você resolveu voltar?
Eu voltei. Eu vim para São Paulo, diretamente. Direto? Daí fiquei um pouco na casa dessa minha amiga. Eu tinha uma amiga e um amigo aqui. Daí eu arrumei trabalho já na primeira semana. Que foi um lugar que eu fiquei trabalhando anos assim. Que é o mesmo grupo de pessoas que eu trabalho até hoje que Foi uma balada. Eu trabalhei no MeLugar quando eu cheguei. Foi o primeiro trabalho. E consegui, com as roupas. houve um um, rolou muita coisa legal. Saí na Folha de São Paulo com as minhas coisas. Foi muito legal. Aconteceu muita coisa bacana depois de eu vir morar aqui.
Eu vou voltar para Portugal. Desculpa, é que me perdi. você Depois os policiais te abandonaram naquele lugar, você e sua
A gente foi no consulado reclamar, mas não adiantou nada. A minha amiga ficou muito mal, eu também. Assim, dois dias depois eu tava no avião voltando.
Eu não quis mais ficar lá. Eu
Eu tenho um amigo lá, que vive lá até hoje. E Ele ficou muito chateado, mas ele não queria fazer também. Ele, não, mas tenha calma. Todo mundo passa por perrengue no começo, tem que ter calma. E eu não tive calma. Fiquei nem um pouco calma. Isso não é vida. Isso é vida para barata, assim, na boa. Eu não quero saber disso aí. Isso não serve, né?
No fundo, a essa cultura tradicionalista é as mesmas mesmas coisas que você no Rio Grande do Sul. Sim
As mesmas coisas. E aí, não sei... São Paulo tem uma coisa mais interessante, assim, de ser todo mundo... mais nivelada, as mulheres trabalham, as as mães, né tal Porto Alegre tem honrores de dona de casa, assim, impressionante.
Sua amiga voltou junto com você?
Não. Ela foi para a Espanha. Depois ela foi para Nova York, que é onde ela está até hoje. E eu vim para cá.
E aí, chegando aqui, financeiramente como você estava? a passagem. Te a passagem
tem que, já tinha já deveria estar comprada, né? Sempre tem que comprar a passagem de volta, né? Não é permitido comprar apenas ida. Porque eles não querem que as pessoas fiquem lá, né? Daí, em geral, compra a passagem de volta, mas daí fica lá e perde a passagem. É assim que a galera faz. Esse é o
<laughs> E você chegou aqui, você se estabeleceu na casa desse amigo, Como é que foi essa primeira chegada, sair do Rio Grande do Sul, sair de Portugal e chegar aqui em São Paulo? Você conhecia um pouco, mais... Eh
conhecia um pouco. Eu estava bem abalada, meio triste. né desanimada, mas eu cheguei já indo à luta. assim, chegou não não deu muito tempo assim. Já fui atrás de tudo que eu estava que eu estava interessada em fazer, lojas para vender as roupas, lugar para trabalhar, sabe? Já cheguei arrumando currículo e já indo embora assim, procurar lugar. Daí morei em diversas casas. Dá cansa até só de pensar. <laughs> Daí, quando eu fui embora de Portugal, eu tinha um namorado. E E foi, eu fiquei triste. Fui para Portugal. Ficava, ah, aquele namorado, eu gostava dele. e tal. Daí quando eu vim para São Paulo, ele veio logo depois. Daí a gente foi morar junto, mas não não deu muito certo. Quando ele veio para cá, a vida toda era diferente, muito perrengue. Estavam difíceis as coisas. No começo era difícil. Não não estava ganhando muita grana e tinha gastos, sim. em euros, né, dinheiro. Então, realmente, dá uma desfalcada. E daí eu morei com ele um mês, assim, em uma casa que morava um chileno uruguaio. Era uma loucura a casa. A primeira casa que eu fiquei um tempo, foi eu fiquei temporariamente, foi na casa dessa minha amiga que ela morava na Brigadeiro com a Paulista, era bem localizado, assim, para para tudo que era lado. Depois eu fui para o Bixiga, que é é essa casa com essa galera doida aí. Depois eu fui morar no Paraíso com uma outra, com uma menina que eu encontrei que era de Porto Alegre, que eu não via há anos, eu encontrei ela na rua. Daí eu fui morar na casa dela. Daí eu fiquei uns meses lá. Depois, conheci um cara que estava alugando a a a a ca... Tinha uma casinha atrás da casa dele. Como é que chama? Isso. Morar na Edícula da casa. Daí lá eu fiquei um ano e e alguma coisa. Também foi bem legal morar nessa casa. E o cara era pianista. Ele era pianista de um grupo de teatro, do Teatro Oficina. E era muito bom, assim. Era bem... Tinha uma um quintalzão cheio de árvores, frutíferas e tal. Foi uma uma boa época, assim. Depois fui morar no Sumaré, que é onde eu moro agora. Mas morei em uma casa, casa mesmo. Sozinha? Não, morei com uma amiga. Até que eu resolvi ãh, surtar de novo e ir para a Europa de novo. <laughs> Daí eu morei um ano e tanto nessa casa, tinha sociedade com essa amiga, mas a gente estava brigando, a gente começou a brigar em determinado momento. A gente se dava muito bem, mas daqui a pouco as coisas não deram mais certo. Daí, eu resolvi sair do Milo, que era onde eu trabalhava, e romper a sociedade e ir para a França. Vou para a França. <laughs> Eu falava muito pouco francês. Foi uma grande aventura. Eu tinha uma história também com o cara, não era tinha não tinha só um namoro, gostava dele, mas sempre quando eu estou prestes a viajar arrumo algum namorado. Sim, Incomoda, atrapalha. Eu fui, viajei para a Europa, fiquei dois meses viajando pela Europa. Daí eu fui para a Espanha, fui para a Turquia, para a Finlândia, para a Alemanha, para a Grécia, para o Chipre, fui para lugares muito doidos. Porque no meio da viagem também veio esse namorado e a gente viajou junto. Daí também depois eu fiquei sozinha um tempo, fiz amigos, viajei de carona, ex expus legalmente vários lugares. Foi muito legal. Foi bem legal mesmo. Só que daí eu estava... Quando eu vim morar em São Paulo, bem no começo da da minha estadia aqui, eu fui roubada no vinte e cinco de março, roubaram meus documentos. E fizeram um cartão de crédito no meu nome e e começou... Eu tive muitos problemas com a justiça e tal, porque eu comecei a processar em vários lugares, né? Por terem aceito esse cartão e tal, que era fraudulento, né? E até hoje eu estou processando lugares né, porque não para de aparecer protestos. Então eu estava viajando, eu estava nessa viagem e o meu advogado falou, ó tem uma audiência e tem que voltar porque não tem como. Eu, ah, não. Daí eu voltei, mas depois eu volto porque eu já estava decidida a ficar na Espanha e tal, queria ficar lá. Daí que nada, vim para cá, daí estava, o o namorado já estava aqui, eu estava em uma instabilidade só, tinha me desfeito de todas as minhas coisas outra vez, que nem eu fiz em Porto Alegre, não tinha nada, tinha Daí eu fiquei meio perdida, assim, porque não era muito o Daí eu não quero saber, já que eu ia continuar viajando pela Europa, agora eu vou viajar pelo Brasil. Daí eu comecei a viajar por vários estados, para o Mato Grosso. Conheci os índios xavantes, que é essa colarizinho deles e tal. Daí fiquei apaixonada lá pelo lugar, no Mato Grosso, maravilhoso. Daí eu fui em um encontro de vinte etnias indígenas. Daí eu conheci os índios do Xingu, os Kayapó.
Oi? Onde foi o encontro?
Foi em Canarana, no Mato Grosso mesmo. Daí eles me pintaram, eu fiquei, nossa, quero ficar aqui, quero ficar com os índios, eu quero virar índio, eu não quero mais voltar para São Paulo, aquela loucura. Eu estava muito confusa sobre, me questionando muito Daí viajei, fui para o, daí fui para o sul, para Porto Alegre, para Curitiba, Florianópolis, daí fui para o Rio de Janeiro, daí fiquei viajando para lá e para cá, fui para Minas Gerais. Daí uma hora, cansei de tanto viajar. Daí voltei para São Paulo, fiquei uns meses. Daí morei um tempo com esse namorado, mas logo a gente começou a se desentender muito. porque ele ele tem um problema com com bebida alcoólica, ele bebe demais assim. a gente não. Eu não segurei a onda enfim. Daí fui morar nessa casa que eu estou agora, que é de uma amiga minha. Fiquei um tempo morando, fiz vários trabalhos freelancer assim, tanto na na balada, na Moi, Quanto com desenhar para uma marca de surf, radical, que se chama eme cê dê. E eu fiquei desenhando para essa marca, juntei uma grana e, não, eu vou para a Argentina agora. Daí <laughs> daí eu, no final de dois mil e oito, fui para a Argentina. Daí fiquei lá uns meses. Daí esse namorado foi lá atrás de mim, daí abalou as estruturas, eu não, então eu acho que eu vou vou vou voltar para São Paulo. Daí me roubaram os documentos de novo. Argentinos? É Daí eu lá, estrangeira sem documento. Eu fui levando a vida, assim. Eu também expus lá, aconteceu um monte de coisa bacana, conheci muita gente boa, adorei, assim, Buenos Aires, viajei pelo interior, Daí eu, tá, vou voltar para São Paulo fazer meus os documentos. Daí eu briguei com o Samuel de novo. Daí ele foi embora de lá. Aí vim para cá. Fiz os documentos de novo. Daí comecei a arrumar outros trabalhos. Fui ficando. Daí rolou uma exposição, né? Ah, vou ficando.

estou aqui <laughs>
<laughs> É, eu vou voltar bastante, porque você ficou... Foi muito bom.
você falou
um pouco de São Paulo, daquela da primeira vez que você veio ainda para São Paulo. Você basicamente trabalhou juntou dinheiro, né? Você sempre viveu na... Na época que você ficou sozinha e tal, mas quando você foi para a Europa... Conta para a gente um pouco mais de detalhe. Como é que foi essa viagem para a Europa? Como é que foi se manter lá? Coisas engraçadas, coisas difíceis que aconteceram?
Bom, nesse... O dinheiro para ir para lá, por exemplo, foi... ter esse, o Milo né, que eu trabalhava em uma balada diferente, porque as baladas costumam não assinar carteira, ele também não assinava, mas ele pagava férias, pagava o décimo terceiro e pagou uma grana quando eu saí também, quando eu decidi ir embora. E eu já tinha juntado dinheiro também. Daí eu pude ir assim com uma certa tranquilidade. Quando eu cheguei em Paris, eu encontrei uma amiga que namorava um francês, que era do interior da França. Daí eu fiquei uns dias em Paris, estava tendo um festival lá de música. E nós arrumamos lugar para expor, porque ela também f faz um trabalho ela faz colares e tal. Daí a gente conseguiu expor lá em uma loja. Foi super legal. E depois nós fomos viajar pelo interior da França. Fomos para a casa dos pais desse namorado dela. Daí eu aprendi meio que a falar francês na marra né. <laughs> Porque ninguém no interior fala inglês. Ninguém. Português, então, nem pensar. E daí foi muito legal a a viagem, embora eu tivesse angustiada assim, porque eu estava com medo, cheia de dúvidas, de eu ter largado toda a minha vida que estava legal aqui em São Paulo e de me jogar assim na incerteza daquele jeito, né? Daí nós viajamos de de carro por várias cidades. Fomos visitar a Vinícolas lá em Bordeaux e tal, foi Foi uma viagem assim de sonho. Eu sempre quis fazer né. Sempre eh eh fui encantada com a França sei lá aquela coisa Depois da França, nós fomos de carro até a Espanha. Fomos para Barcelona. Em Barcelona chegou esse namorado e ele é... Ele trabalha com o comércio exterior, então ele viaja muito né. E ele é já de um outro mundo que é bem diferente do meu mundo. Ele trabalha... Ele vende madeira brasileira para a Arábia Saudita, para o Egito, não sei Eu já nem sei qual é que é muito desse negócio aí, mas tudo bem né. <laughs> É a vida do cara, né? E daí ele tinha várias reuniões de negócios em países muito doidos, assim, dele, ah, eu tenho que encontrar um cliente na Finlândia, outro no Chipre, outro na Grécia, outro na Alemanha, outro na Turquia. Daí eu... está beleza. Daí a gente fez um pacote lá de viagem de... aérea, né? E eu fui indo com ele. E conheci outro planeta, né? O planeta do... do business, da... do do povo desse nosso mundo que tem muito dinheiro. Isso é uma coisa... que eu eu sou muito curiosa. Eu gosto de conhecer os mundos, né?

Foi interessante, mas não gostei muito assim. Mas foi interessante, com certeza. Aprendi alguma coisa. E E daí, depois dessa... eu fiquei mais ou menos um mês nessa coisa, essa essa volta com ele. Depois voltei para Barcelona. Fiquei em Barcelona mais um tempo. Daí eu já estava vendo trabalho e estava a fim de ficar lá né. E eu tenho uma amiga que mora lá, que é uma grande amiga. Ela estava me ajudando a conseguir as coisas e eu falo espanhol bem. Mas, ao mesmo tempo, eu estava morrendo de medo que ia ficar. confusa confusa a minha ideia. E, daí, essa viagem firmou muito a minha relação com o cara. Eu gostava dele. E, daí, pensei, se eu ficar em Barcelona, eu vou ficar com ele. Enfim, daí o advogado chamou, daí meio que tudo juntou. Eu, tá. Depois, se for o caso, eu volto né. não vou, <laughs> fui para horrores de outros lugares e não voltei.
Mas é mais ou menos isso. Nessa viagem que você fez com ele, assim, nesse mundo diferente do seu, o que que você ali viveu alguma coisa que te marcou assim?
Não sei, por exemplo, a a gente ficava em hotéis caríssimos assim. Eu me sentia super mal. Porque não era eu que estava pagando aqueles hotéis, por exemplo, o pacote do Eu não não gosto de ser bancada. Me incomoda muito. E eu não achava que fosse meu mundo aqui. Eu disse, não é meu mundo aquilo ali E eu eu gosto de viajar, ficar nas casas das pessoas para conhecer como é que é o dia a dia. Eu gosto de conhecer os hábitos do povo. Quando vai para um hotel, fica uma coisa meio turista, assim. Não conhece as coisas direito, sabe? Naquele mundo de luxo, de exagero, aquela... Uma comida qualquer costuma uma nota. Eu achava aquilo um absurdo, assim. Aquilo me revoltava. Então eu estava, mas eu estava contrariada, assim. E acabar discutindo muito com o cara, ele, ah, mas eu tenho muito dinheiro, não precisa se preocupar com isso, a gente tem que curtir, ou não, mas para mim isso não é curtir. Ficar pagando preço abusivo por uma coisa que eu acho que não vale, sabe? Então a gente ficava sempre em uma discussão de filosofias de vida, do mundo dele ao do meu, sabe? Enfim. Ele não entendia porque também eu eu não não curtia, era bem complicado, assim, você entende?
E aí você voltou e e saiu viajando pelo Brasil.

Outra pegada agora. É
É, porque como eu tava meio nessa coisa de... uma instabilidade, sem ca... E essa minha relação era uma coisa que não era muito assumida. Eu estava lá, eu, minha mala, minha cuia, tudo na casa do cara. E, ao mesmo tempo, eu não sabia realmente se eu queria aquilo. E daí eu, ai, vou viajar pelo Brasil para para lugares que eu sempre quis ir. E depois eu penso o que eu vou fazer. Uhum. E <sighs> <laughs> E levei. Tipo a gente vai trocando. A gente estava falando agora da da viagem Tem tem um detalhe interessante, que na verdade ele é muito muito importante sobre a viagem de de ir para a Europa, foi que eu comecei a ter um problema no ovário. E eu sou bem dramática, eu achei que ia morrer e tal né. <laughs> Bom, já que eu vou morrer, eu vou viver do jeito que eu quero, eu vou fazer tudo o que me der vontade. <laughs> Eu não vou, vou me jogar por aí. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi eu foi saltar de paraquedas. Aí comecei, é, vou me jogar, vou enfrentar o desconhecido e ver o que acontece. E aconteceram só, na verdade, coisas muito boas. Conheci gente muito legal, soltar de paraquedas foi incrível. E, né Mas sempre rolava um medo, assim. Eu estava ao mesmo, tinha tinham dois corações. Um Um que era o o da aventura, outro da tristeza, porque eu achava mesmo que ia morrer. E enfim, estava uma uma coisa meio estava meio dividida. E daí, bom, isso é um detalhe, né?
Mas você teve uma volta? Você soube, acompanhou o resultado do var? Na
é existe um problema, mas ele está agora está mais controlado e tal. que foi assim... Também, eu eu estava tendo muita hemorragia. Daí, quando eu vinha à menstruação, eu ficava com a minha hemorragia violenta, eu ficava mal, não conseguia levantar da cama. E daí, quando eu estava na Espanha, eu fiz amigos lá. Amigos, assim... Quando eu estava eu fui para Portugal também. Passei por Portugal. E conheci, em um festival de música, um cara. Eu meio achei o cara tão interessante, tinha um visual muito louco. Eu achei, nossa, muito legal a roupa. Eu acho que ele nem entendeu o que eu tava falando e ele era brasileiro. era de Curitiba. Eu Ficamos amigos. Eu falei, ai em breve eu vou para Barcelona. Ele ah, eu também. Então a gente se encontra lá. A gente se encontrou em Barcelona, depois. E daí ele me apresentou um outro cara que também era de Curitiba, que era casado com uma com uma espanhola que estava morando lá. Fiquei muito amiga dos dois, a gente viajou de carona pelo interior da da Espanha, da Catalunha. A gente foi visitar a casa de Dali e tal, foi super aventura né. E E a mulher de desse desse menino tinha uma... a família tinha um apartamento em uma praia lá. Nós fomos para aquele apartamento e lá eu fiquei doente para caramba e os dois cuidaram de mim, assim... demais. Foi muito legal a amizade com esses... E um deles foi interessante porque ele era a cara do meu pai. Eu nunca tinha encontrado uma pessoa que fosse parecida com meu pai. né. Lembro que quando eu conheci ele, achei, fiquei meio... Estranho. E Daí ele cuidou de mim, ele foi ele fazia comida, sopa, eu doente, ele cuidando de mim, ele parecido com meu pai, foi meio estranho aquilo. Daí quando depois fiquei bom, um dia nós fomos para a praia, a gente conversando e tal, e tarará... Daí ele... E aí, Liana, tem encontrado muitos espectros por aí? Rindo, assim, eu achei muito sinistra a pergunta. <laughs> Ah, tenho. <laughs> Mas nunca fiz o comentário para ele. Porque ele foi, na verdade, um pai naquele momento para mim. que o meu pai nunca foi, sabe? Foi interessante, foi como uma... Essa viagem foi... ela teve muita simbologia, assim, de um retomadas de várias coisas, assim, porque eu lembro que em um momento eu, puxa vida, eu vim até aqui e eu vim junto, né? Pô, queria ter me deixado para trás, porque eu tava lá com todos os meus tormentos e as minhas dúvidas e os meus fantasmas, todos viajando comigo, né? Porque a gente está tão longe e, no fim, está tão perto, sabe? Com a cabeça ainda nas mesmas questões né. E foi bem... Teve muito resgate, muita coisa.
Foi legal. é... Eu vou retomar o Brasil, então, para a gente falar um pouco da viagem no Brasil. E aí você voltou, mas acho que isso que você falou agora é bem significativo. você Se deixou, mesmo estando na Europa, hein?
estava presa.
E a viagem no Brasil também teve um pouco disso, também, ou não? Teve é

Eu tava, era meio, continuava na coisa de me... Eu estava me jogando para tentar encontrar um sentido maior para minha vida, que eu, em em determinado momento, eu achei que a minha vida estava muito sem sentido algum, assim, eu A minha vida... está sem graça, estava, eu comecei a ficar deprimida, achar São Paulo um lugar frio, todo mundo robotizado, dinheirista, e o ego, e as coisas, e a aparência, e não sei o que, comecei a ficar em uma grande crise, assim, junto com a coisa do ovário, daí eu quem sabe se eu for para outro lugar as coisas mudam de prisma e eu encontro novamente um sentido para minha vida, para continuar caminhando, porque Eu, na verdade, estava pensando em me matar. Se eu não morresse, eu me matava. <laughs> Eu estava de saco cheio de tudo. Eu vou voltar para a Europa mais uma vez, depois a gente volta para o Brasil, tá? Eu lembrei outra coisa, que é assim, eu na Espanha estava em uma casa que tinha uma banheira, e eu tramei o meu suicídio como seria, uma forma fácil de me matar, que não fizesse muita sujeira, assim, que fosse mais, né? Eu encho a banheira, água bem quente, corto assim o pulso né, estou lá, a água está quente, fiquei amortecida, o sangue saiu rápido, morri. Acabou. Que beleza. Ninguém vai saber aqui porque eu estou aqui e tal. Eu jogo fora os documentos, fico de indigente e deu.

Nesse dia que eu estava pensando isso, que é bem mórbido, mas acho que de vez em quando as pessoas pensam nesse tipo de coisa né. E eu fui expor em um parque lá, que é o Parque Iguel, que é um parque muito doido que tem em Barcelona, muito bacana. Tava expondo e veio um Hare Krishna, novamente os Hare Krishna na minha vida. <laughs> Ele veio assim, tinham um olhar super profundo dele, ah, vamos lá no templo comigo, daí eu fui. ah porque não, né? Daí eles me deram um instrumento, toquei, dancei, comi, uma festa. Ah, que beleza! Estava me divertindo. Daí veio o monge dele lá, mais velho, assim, olhou para mim. É ah, vou te falar uma coisa, não adianta se matar. Daí eu eu fiquei pensando, será que está escrito na testa isso, né meu? Daí ele Vai continuar existindo, não tem como fugir. Não está sendo muito criativa. Existem muitos caminhos para se escolher. E pode escolher outra outra outra forma de viver. Mas fugir não vai adiantar, porque não tem como fugir. Daí eu fiquei... tá, né, está bom. Desencanei Daí continua a história do do Brasil. Pô, tanta viagem pela Europa e não conheço o Brasil direito, né? Vamos conhecer o Brasil. Porque ainda o dinheiro que eu ainda tinha para viajar pela Europa, né, tal, eu usei para viajar aqui. E também levei minhas coisas para vender, vendi, fiz feiras no Mato Grosso, e fiz vários contatos com vários estados, foi Brasília também. E encontrei amigos em todos os lugares que eu fui tinha alguém que eu conhecia já, né? Alguns também não. Mato Grosso foi a minha aventura assim eu Eu tinha uma amiga pela internet, assim, uma coisa, Orkut. Ela era a única pessoa que eu conhecia lá, que eu nunca tinha visto ela na minha vida, assim. Nem por foto. Ela foi me buscar na quando eu cheguei. Não tinha rodoviário, parava em uma estrada assim. Ela chegou era motoqueira assim. Todo mundo motoqueiro. né. Ela foi me buscar. Daí Nossa, aventuras! louquíssimas, porque lá todo mundo muito ah... de fazer aventuras na natureza mesmo, de descer com boia na na na corredeira lá no rio, daí tem um rio das mortes, que tem uma correnteza super forte, um monte de gente morre. Eu desci de boia aquele rio, e eu saltei de pedra em cachoeira. Eu estava, assim, na na aventura, né? Estava querendo realmente fazer coisas, assim, que eu teria medo de fazer em outro momento. e de moto, por estradas, de chão batido, indo para umas cachoeiras muito doidas e e conhecendo aquelas pessoas que, em geral, quem vê assim, fica com medo, né? Porque eu lembro que quando eu disse para algumas amigas que eu ia para o Mato Grosso, o quê? Mato Grosso sozinha? Está louca, só tem homem lá, só tem jagunço, só tem não sei o quê. <laughs> E eu, ah, nada, realmente tem muito homem. E se for levar pelas as aparências, nossa, um povo maravilhoso, super acolhedor, fui super bem tratada. Nossa, fui foi demais, assim. Fiquei apaixonada. A cidade Eu fui para Nova Chavantina, que é uma cidade bem pequenininha. Mas tem gente de outros lugares por por por ser também uma cidade universitária, né? Tem tem umas faculdades lá. daí árvores de manga e caju pela rua. Pega aquele caju, manga ali. Eu, nossa, isso aqui é um paraíso. E as pessoas todas sorridentes e amorosas. Eu, nossa, isso aqui é demais. E tinha gente que não... Tinha bastante gente de São Paulo morando lá. pessoas que já tinham morado nos Estados Unidos, no Japão, tudo morando lá. Não, aqui é o melhor lugar para se viver. É aqui que eu vou morrer, é aqui que eu fico para sempre e tal. Sabe? Pessoas que já foram fora, as pessoas de lá mesmo, mas muito interessante. E é legal, né? E conhecer um lugar diferente, assim. Bem diferente do Rio Grande do Sul, não tem nada a ver. Bem diferente daqui. O Brasil, ele é muito rico, né? Cada estado tem a sua... É, muito legal.
Mas assim... E quando você falou que você resolveu sair do Mato Grosso, por exemplo, e ir para outro lugar.
Porque ah... Bom, por causa desse namorado que eu tinha em São Paulo. Eu voltei porque eu ia voltar e tal. Mas eu estava muito naquela dúvida de eu Não, Mato Grosso é legal, mas como que eu vou viver no Mato Grosso? Depois de um tempo, eu não ia mais conseguir ah como é que eu vou dizer assim, ganhar grana com a mesma fonte. Daí É difícil, lá não tem trabalho, naquela cidade. Tem pouco Lá tem frigorífico para trabalhar. Tem a faculdade, dá para dar aula. Ou fazer aula na faculdade, fazer aula e ter uma bolsa, mas é difícil. E tentar viver de vendas, que por algum tempo seria mas depois... Claro que não precisa muito dinheiro lá, não precisa mesmo. Mas eu também não ia me me sentir bem pensando que em breve eu não poderia mais ter uma liberdade de ir e vir. Eu não, eu vou voltar para São Paulo, vou juntar uma grana, vou voltar comprar uma casa porque lá existem casas que custam tipo oito mil reais, sabe? Daí eu compro uma casa e fico de boa né. Fico vivendo de rendas. Mas com o tempo as coisas mudaram outra vez. Ainda penso nessa... Isso é um projeto, mas não é para já né. Mas ano passado fui outra vez, fiquei um tempo lá, expus em um em num evento que teve. Fiz muitos amigos, adoro. E Mas é um projeto que ainda vai levar um certo tempo.
Dessa volta para o Brasil, você você chegou a passar em Porto Alegre, você falou também.
Passei e fiquei um tempo.
Como é que, você revê os seus irmãos? Eles sabem de tudo da sua vida?
Eles sabem, eles acham que eu sou louca, né? <laughs> Eu sou a irmã louca. Eles são todos bem mais certinhos, assim, mas tem um estilo mais, não sei, comparando com o meu, um pouco mais padrão.
Você é de Porto Alegre?

E eles, nossa, eles acham que eu sou uma gente doidona, assim, que eu fico me jogando, que eu vou para tudo que é lado
e tal né. E a volta para Porto Alegre foi difícil, voltar para Porto Alegre?
Sempre é. Eu fui muitas vezes nesse meio tempo. E sempre eu, co depois de uns dois dias bastante mal, eu começo a querer ir embora de lá, assim. mas me da um desconforto, ai <sighs> assim.
Você chegou a rever sua mãe, voltar e vê-la?

Nós iniciamos um um uma nova forma de de vida, assim, uns anos para cá, né, de Nós fizemos um a um a um acordo mesmo. Que, como mãe e filha, a gente não... não se criou um vínculo, assim. Ela meio que, ah, eu sou tua mãe, Eu disse, mas eu não te vejo tanto como mãe, desculpa, difícil. Então, acho que nós podemos ser amigas, nós somos mulheres adultas, e nós podemos... né. Começar outra coisa. Ela vive sozinha em Porto Alegre? Ela vive com dois dos meus irmãos. E é isso Mas ela é muito solitária assim. Fica muito dentro de casa, vendo televisão. Está sempre doente. Enfim, mas é uma mulher jovem ainda e tal Tem cinquenta e dois anos, mas meio desistiu de viver. assim. É uma pena, mas... Enfim, com o tempo, de repente.
E se você comentou da volta para São Paulo e aquele e como é que foi. Ah. Você voltou para São Paulo e agora se
Eu não acabei indo morar com a minha amiga porque esse namorado, na verdade, ele ele ia atrás de mim nos lugares só para me me me incomodar mesmo, porque depois ele sumia e tal. A gente brigava muito, essas questões da diferença de estilo de vida e dos Só que a gente, nós tivemos diversas recaídas, nesse Até novembro do ano passado, que foi... nós brigamos fisicamente, né? E ele quebrou meu nariz, daí nunca mais. foi foda. <laughs>
você foi para Argentina, você falou, depois que você saiu viajando o Brasil você foi para a Argentina também. Argentina
Sim, fui para a Argentina com a com a intenção de ficar lá, trabalhando, estudar tudo. E Porque lá é mais fácil de ficar. Dá para ficar legalizado com muita facilidade né. É Da da Mercosul, o acordo. Eu estava lá, está tudo certo, o cara chegou, balançou lá minhas ideias e tal, me roubaram, daí eu não tinha, roubaram meu cartão no banco, eu não tinha como tirar meu dinheiro e estava mais difícil de conseguir trabalho porque realmente a economia da Argentina está está bagunçada, está difícil o negócio e tal. Lá o dinheiro é desvalorizado em relação ao nosso. Então, como eu tinha minhas economias, eu estava numa boa assim, a princípio. Mas, logo, como eu não podia tirar o dinheiro daí, como que eu ia pagar o aluguel e tal, daí eu fiquei muito confusa. Eu não vou voltar para São Paulo, pelo menos para resolver essas coisas, né? E e daí, como eu cheguei, apareceu um freela lá legal para fazer. Daí apareceu uma exposição para fazer, que era legal também. Daí eu fui ficando e não voltei mais para a Argentina. <laughs> Mas eu também adoro a Argentina. Acho bacanérrimo.
De todos esses lugares, qual foi o lugar mais marcante que você já esteve? Você fala não esse lugar
Tiveram três lugares que eu gostei muito assim, que foi a França, adorei, a Argentina e o Mato Grosso. <laughs> Os três assim, que um, cada um não tem comparação alguma com o outro. Eles não têm nada a ver com o outro. São mundos diferentes. Mas assim, me interessa ainda na minha vida fazer possível passar uma temporada em cada lugar desse, uma boa temporada, para curtir até o o osso.
assim até, o caroço. <laughs> E hoje você tem a coisa da coisa do ovário está mais resolvida
acompanhado, mas na verdade eu teria que tomar hormônios né de acordo com os médicos e eu não quero tomar hormônios, aí é uma coisa complicada. Eu tenho eu eu eu A tentativa toda agora que eu fiz é, mudei a minha alimentação, porque embora vegetariana, comia tranqueira para caramba, dormia mal, não cuidava da saúde, daí a agora estou voltada para cuidar da saúde, para alimento direito, como comida, durmo direito, caminho muito, pratico yoga, e faço reiki e acupuntura. Eu estou procurando esse tipo de de equilíbrio para o meu corpo, porque o hormônio realmente não dá para aguentar.
Você tem um sonho, alguma coisa para realizar ainda? Você já fez muita coisa já, mas fala não olha, ainda precisa fazer. Ah tenho <laughs> assim
um Um sonho que tenho é ter uma uma casa cultural assim com com alguns amigos, que todos trabalham com uma com música, com com pintura, com teatro, com cinema, e fazer uma casa cultural que que nós possamos dar aulas e fazer eventos. e que seja bem um lugar bem do jeito que eu penso, tudo pintado, tudo colorido sabe, com uma proposta legal. Isso é um sonho. E daí Outro ainda é viajar por vários lugares assim, para a Índia sabe? E para a China. Tenho vontade de conhecer essa parte do Oriente, para a Austrália. Ainda quero conhecer outros lugares. Mas é os os sonhos são mais esses né. E que, por exemplo, essa casa que eu falo de essa cultural se torne uma também uma forma de renda. também né. Enfim.
mais o menos isso. Tem alguma coisa que a gente não perguntou ou que você gostaria de falar?
Creio que não.
o que você aprendeu assim?
a uma uma coisa assim que ainda estou aprendendo né cada vez mais é da expectativa das coisas. O quão diferentes as coisas são da expectativa que se põe nelas. E que o o rancor assim, o ranco pelas pessoas, a expectativa, a confiança nas pessoas, as as minhas revoltas, que eu estou aprendendo ainda. a lidar com isso realmente porque me me lancei na vida muitas vezes com e muitas vezes pessoas que eu não conhecia, pessoas estranhas me ofereceram a mão e tal e e isso mostra para mim que... porque houve uma época que eu achava que as pessoas não valiam nada mesmo por causa da minha família Não sei, de de ficar mais aberta a às pessoas e confiar mais na vida. E não criar expectativas, assim. Deixar a vida mais livre, assim, para Para não sofrer por por decepções, né? E E para aprender que cada pessoa tem sua forma de ver o mundo, de ver a vida. Isso não é fácil, né? De achar que é só o meu ponto de vista que vale. Enfim, essas coisas. Acho que principalmente isso, né? E que é bom ser flexível na vida e adaptável e que as coisas mudam.
e tal, é isso. A gente tem agora uma última pergunta, que é por que você quis contar sua história de vida e como é que foi contar sua história para você?
Fiquei sabendo aqui do Museu da Pessoa por uma amiga que falou do Grupo das Meninas. E O dia que eu vim e tal, elas falaram sobre essa história de contar e ficar gravado para os altos e à disposição de outras pessoas né, como material. Eu achei super interessante porque, realmente, uma a história de uma pessoa conta a história também de um lugar que ela, de onde ela veio, conta uma parcela que, às vezes, não não dá para saber. E é sempre muito particular na vida de cada um, mas também tem a coisa do contexto social, da cultura local. Então, conta também. um pouco né. Eu achei que bacana, que legal isso né. E o projeto delas eu achei super legal. E foi meio catártico para mim, eu fiquei meio em catarse assim, fiquei meio estranha depois que nós fizemos desenhos sobre a nossa vida e tal, e rolou gente chorando, foi uma loucura. Fiquei com vontade de contar para participar, para partilhar né, compartilhar a minha história, porque acho achei legal, achei importante, achei bom esse projeto, bom esse trabalho aqui do museu. E Como está sendo contar para mim, eh tem mo tem coisas que não são muito fáceis, que meio que engasgam, Eu consigo, de certa forma, ver já meio em terceira pessoa algumas coisas também, que já faz tempo. E sempre, cada vez que se conta uma coisa, eu acho que é como reviver ela e olhar ela novamente com outros olhos. É

Eu acho sempre é bom. né. E eu gostei do da forma que vocês conduziram. Ficou

né. É legal